E a senhora nasceu onde e quando?

Isso em São Paulo?
Em São Paulo. Perto do lago de. Conhece?
Não conheço. É E qual a data de nascimento da senhora?

Certo. E
E qual o nome dos seus pais?

E seus avós, a senhora lembra o nome?
Não, não conheci meus avós.
Não chegou a conhecer. Não E seus pais trabalhavam com o quê?
Minha mãe era dona de casa, papai era fundeireiro, né?
E ele trabalhava em que região?
Ele trabalhava na lá na Barão de Campinas, nos Campos Elíseos. E e
E sua família, seu pai, sua mãe, ambos eram de São Paulo?
Não, já não nem não existiam mais. Já eram mortos.
O os seus pais, eles mas eles são de eles nasceram em São Paulo ou eles são de outra? não
vieram da Itália. Ah

E e a senhora teve irmãos, tem irmãos?
Teve. Tive irmão e irmãs faleceram, né?
Quantos irmãos? Eh eh
Eram sete irmãs e três irmãos.
Ah, então era uma família grande.
grande.
E quando eh a senhora era criança, vocês moravam onde em São Paulo?
Em Santa Cecília. Santa Cecília? É É. Numa casa?
Barão de Campinas, é. E como que era essa casa que vocês moravam?
Era uma casa grande, era era de papai a minha casa, né? Era uma casa grande, com dois dormitórios, sala, banheiro, tinha varanda, tinha um porão embaixo, né? Era grande.
E como que era aquela região? Ah
Ah, era ótima. Na Era perto do Palácio do Governo, do antigo, né? Hum Era perto.
E era uma região calma?
Era calma. Era calma. Só que teve a Revolução de vinte e quatro, né? Que bagunçou tudo, né?
Como que foi essa época, então?
Essa época foi uma revolução entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Tinha o general Isidoro Dias Lopes, que comandava São Paulo, né?
E a a os os conflitos dessa Revolução de mil novecentos e vinte e quatro, eles chegaram até aquela região onde a senhora eh ah morava? Teve confronto naquela região? Teve
Teve. Durou vinte vinte e nove dias, parece que durou.
E foi violento?

E como vocês ficaram? Porque certamente seus pais ficaram assustados com tantos filhos. Não nós viemos
já ía fugir para Campinas quando aca quando acabou a Revolução.
Ah, vocês iam fugir para Campinas? É
É, é fugir. Então não precisou... Não precisou porque terminou, né? Ah e e
E quando a senhora era criança, como que era a relação da senhora com seus irmãos?
Era boa, era ótima, era boa. Eles eram bem mais velhos, né? Bem mais E mais idosos do que eu.
A senhora é a mais nova?
Eu eu sou a penúltima. A penúltima. É
É. E e como que eram as brincadeiras de criança nessa época? Ah
Ah, eram mu muito boas. Eram brinquedos de de roda, né? De de De corda. Era muito boa.
E tinham bonecas, essas
Tinha. Tinha bonecas lindas, francesas, de louça. E e e
E tinha muitas crianças no seu bairro?
Tinha. Hum hum Não era demais. Tinha umas sete ou oito.
Ah, então não tinha tantas crianças É, não tinha muitas crianças. Mas vocês podiam brincar na
Podia. Podia brincar até a até meia-noite na rua.
Não tinha problema, como tem hoje, não tinha Não

Como eram as casas, como eram as pessoas que moravam lá?
Não tinha feira. A feira começou lá. A feira É ãh A primeira feira que teve começou lá, na Santa Cecília. Feira livre? Feira livre. Essa feira que tem de hoje em dia né, começou lá, em Nago do Aroço. Ah Começou.
E a senhora frequentava essa feira?
Não, eu era criança, mamãe que ia, né? Ah e
E como que era o cotidiano da casa da senhora? O seu pai saía para trabalhar, sua mãe ficava em casa
Meu pai trabalhava em casa, sabe? Ah, trabalhava em casa. ele era trabalhava em casa. E sua mãe? Minha mãe também fazia serviço de casa, né?
E como que eram as comidas? Porque como a a uma família de origem italiana, certamente, A comida é muito importante, né? <laughs>
Era. Pan paneirão de feijão, né? Ah Arroz, feijão, macarrão. Tinha essas comidas aí.
E qual era o prato que a senhora mais gostava na época de criança? A senhora lembra? É
mas era macarrão, né? Macarrão, né? É Italiano. <laughs> Macarrão.
E aí a a senhora estudou, foi para o colé para a para a escola, como que foi?
Fui para a escola, ganhei uma medalha na escola, né no grupo escolar eh. Ainda tem tem até hoje aquele grupo ainda, na Barra Funda.
Na Barra Funda? É
Era lá, na Rua Vitória e no Carmelo. Era o... o prédio né hum da da escola. Depois eu fui no no no Internato Santa Cecília, que era na Rua Martínico Prado. Estudei lá.
E quando era no no no es na escola, lá na Barra Funda, a a senhora ia como? De bonde?
Não, ia ia a pé, porque era pertinho, era pertinho era perto. Ah, era perto? perto. Pegava vitrine de carneiro e ia, era perto.
E como era a escola? A senhora gostava? Como eram os?
sim. Tem até hoje aquele grupo ainda. Até hoje tem o grupo. Gostava. Ganhei uma medalha na escola, no internato onde eu estudava, né?
E a a a classe que a senhora estudava era mista?
De meninos e meninas ou? Não Não Não era mista. Naquele tempo não tinha. Eram só é Eram só de meninas e meninos, né?
E que matérias ah ah vocês estudavam? Que a senhora qual qual matéria a senhora?
mais gostava Era muito verbo, né? Gostava muito de verbo. Gostava demais.
E teve alguma lembrança especial dessa? Teve
escolar Eu ganhei uma medalha no colégio, né? Medalha do quê? Medalha da de estudo, né? Estudava eh era estu tinha Era muito estudiosa, né? Ah Ganhei uma medalha. Tenho até hoje. Até hoje? Até hoje. Está está nova, está está em casa.
E aí, depois desse colégio na Barra Funda, então foi para o externato, Santa Cecília, a senhora... Foi para o externato.
Depois eu casei, né? Casei - me com dezenove anos, fui morar no Berim.
A senhora casou com dezenove Com dezenove anos. como foi que a senhora conheceu o seu marido? Ele
Ele trabalhava com o meu cunhado, então daí veio o conhecimento, né?
Daí veio. Ele fazia o quê? Ele trabalhava de? Ele
ferralheiro artístico. Ferralheiro artístico? Trabalhava nos artísticos. Hum Era hum por causa do trabalho.
E como que foi o namoro? Porque antes de casar, certamente, vocês namoraram, né? É
É, namoramos. Não namoramos há muito tempo, não. Ah, não? Não.
Mas como que era o namoro naquela época? É <laughs>
É, ia passear, né? Voltava para casa, né? Era assim, até o teatro, a gente ao teatro né. Ia muito no municipal.
Assistia o quê no municipal? No teatro
Peças. É Peças peças estrangeiras, brasileiras. Era hum era muito bom.
E como que era o Municipal nessa época que é? Era grande né? Era lindo. Foi sempre lindo aquele teatro. Como as pessoas iam para assistir? Como elas iam
Nós íamos de bonde né. Mamãe mamãe que ia ao teatro. Nós nós ficávamos em casa. Mas elas ia eles iam de bonde.
E as pessoas iam muito bem arrumadas para o teatro? Era um evento ou era uma coisa normal ir ao Teatro Municipal?

Eh eh era bem bonitinho. Companhias italianas. Era muito bom.
E aí, ãh ãh quando a senhora conheceu esse seu o o seu marido, né? Começaram a namorar. Como que foi que sua família... A sua família gostava dele? Gostavam. Seus pais?
ele tra ele trabalhava com o meu cunhado. Hum A gente já conhecia, né? Gostava dele. Ele era uma pessoa muito boa.
E aí a senhora se casou onde?
Em Santa Cecília. Igreja de Santa Cecília.
E como que foi o dia do casamento?
Foi muito bom. Foi bom. Era ótimo. Teve festa?

Teve uma festa, teve. Na casa de mamãe, na Barão de Campinas.
E o seu marido, ele ele era de São Paulo também?
Não, ele era italiano. Ele era de Bari. Ah
Ah... E tinha vindo... e Quantos anos ele tinha quando ele quando vocês casaram?
Bom, ele tinha vinte
E tinha vindo para o Brasil já já adulto. Uhum Ele Quando ele ele veio para o Brasil, ele já era já era adulto?
Não, não. Veio criança Era criança. Ah Tinha oito anos ou dez anos. Não era adulto ainda.
E a família dele, ele eh ela morava onde? Morava morava perto?
vocês? Morava no Brás, na rua na rua do Gasóbito. Moravam lá.
Bom, aí vocês se casaram. É E como que foi ãh o começo da vida de casada para a senhora? Ah, bom.
Eh ah Foi um pouco difícil, né? Mas foi tudo bem. Graças hum O marido era muito bom. Foi muito bom.
A senhora já sabia cozinhar, cuidar de casa, <laughs> ou não?
<laughs> Cozinhar não sabia, não. Eu fiz uma sopa de feijão que podia cortar com a faca. <laughs>
Mas como que a senhora fez essa sopa?
Foi errado Botei muito botei muito macarrão, né? <laughs>
E aí, ãh quando vocês se casaram, a a a senhora teve filhos depois?
Teve. Tive cinco filhos. Todos homens? Mulheres? Não Ah só É quatro, só menina.
Essa minha filha. Ah E como que foi o primeiro filho?
Primeiro filho? É Foi bom. Ele era muito bonito. Mas muito trabalho, não é? Deu. Ele me deu trabalho. Deu, sim. Ele deu trabalho. Ele era levado, viu?
E a senhora falou da da... Que que se lembra... Ele está vivo até hoje, meu filho.
Graças a Deus.
E a senhora falou da... Agora há pouco, da Revolução de vinte e quatro né É. Que a senhora tinha. A senhora nasceu em . Mil novecentos e cinco. Então, a

Foi feia a Revolução, viu? Morreu muita gente.
E o que mais a senhora lembra dessa época? eh Como ah ah Era difícil a comida, a as coi ah ah ah combustível? Como que era

Nessa época nunca conheci dificuldades nisso, não.
Mesmo nessa época de Revolução? De
De de Era um pouquinho... Depois logo parou, né? Eh Era o Rio com o São Paulo.
E a Revolução de trinta e dois, a senhora se lembra?

Essa foi um pouco mais demorada.
Mais demorada, foi.
Vinte e nove dias parece que foi. E ah ah Bom, aí vocês se mudaram para o Belém, então, né?
Mudamos. Eu casei e fui morar lá, né?
E como que que era a essa região do Belém?
Porque a senhora falou que Santa Cecília era tranquila, e o Belém? é muito boa Boa. Até hoje ainda existem as casas lá. Muito bom. É Era bom. Um bairro bom, viu?

Como que eram as casas? Como eram as
As pessoas eram boas. Eram ótimas, viu? Que hoje em dia não tem.
E a senhora fez muitas amizades no bairro?
Fiz amizade com a vizinha, né? Com a eh Morava numa vila que era gente muito boa. E eram gente ótima. Muito bom.
Bom, aí o seu o seu esposo ele era ele trabalhava com serralheiro serrania artística, né?
Artística.
E aí ele está começou a trabalhar na região do Belém mesmo?
Ou ou Não começou eh trabalha Ele trabalhava na rua da Glória, na cidade.
E que tipo de de trabalho que ele fazia? eh
Ele era serralheiro artístico.
Mas o o no que que é um se um serralheiro artístico?
Ele faz... Fazendo peões, fazer eh muita coisa de de arte, né? Hum
Mas isso para as pessoas mesmo, para vender para as pessoas, não é para para teatro, para
Encomenda, né? Ah
Ah, entendi. E Ãh os seus filhos, atualmente, eh o que que eles fazem da vida?
O que eles fazem?

Um filho já faleceu, né? Hum O mais velho mora em Peruíbe, o outro mora também em Peruíbe, e eu moro com a minha filha. Graças a Deus, está tudo bem.
E aí, então, está está está todo mundo hum tranquilo na vida, então? Está
graças a, está todo mundo. Conhece Peruíbe?
Conheço.
Ele mora lá.
E vocês, quando eh eh eh eram jovens, quando a senhora recém casou, ou mesmo quando morava com o seu pai, vocês costumavam viajar?
Viajava. Ia para para Santos, né? Ia para Santos. Para Praia Grande. E
Isso quando? Quando a senhora já era casada? Ou quando
Já era casada, já.
A senhora lembra mais ou menos que época que a senhora foi pela primeira vez para lá?
Lembro. Não tinha uma alma viva. Aquele mar imenso. Muito bonito.
Não tinha muitas pessoas, então,
Não tinha. Não morava ninguém. Depois que começou, né?
E como que era a estrada para chegar lá? A
A estrada era de de ferro, né? Você de de ferro Estrada de ferro.
Ainda não tinha não tinha não não tinha nenhuma

E era demorada a
Demorada. Tomava trem na na Estação da Luz, descia lá no no no Guarujá, to tomava um um trenzinho para o Guarujá, uma barca. Era demorado, viu? Nossa
E quando assim vocês iam lá, vocês ficavam em algum lugar?
Ficava. Ficávamos numa pensão. Em uma pensão, isso em Santos mas ficava lá.

Ah, no Guarujá. No Guarujá. E E a senhora sempre foi dona de casa, do lar, né? Sempre. Nunca trabalhou. Sem ser do lar. Não, não, não. E como que era cuidar de tanta criança, cuidar de casa, cuidar do marido?
Era muito calma, né? Era uma cidade boa, podia passear, podia sair. Muito bom, muito bom.
E de outras regiões de São Paulo, o que que a senhora lembra nessa O que eu lembro? O centro. Como que era o centro de São Paulo?
O centro? Era muito ó era ótimo, viu? Tinha Caixa Econômica lá na Praça da Sé. Tem ainda, né? Tem.
Mas isso era ali Eu ia muito para lá. Como que era a Praça da Sé? Eh tinha eh eh
Era hum calma, né? Era calma. Muito boa. Era boa hum. E
E épocas de carnaval, por exemplo?
Vocês saíam... Ah, carnaval era legal. Nossa, né? a senhora ia quando era carnaval? Quando era carnaval, eu ia no na nos teatros de São Pedro. Conhece os teatros de São Pedro?
Não conheço.
Na Barra Funda. A gente ia nos bares lá.
Como que era? Era como hoje em dia? Essa coisa de de de... As pessoas não era mais bebiam muito, dançavam muito, ou era uma coisa mais tranquila? Não dançava até de manhã. <laughs> E a senhora também dançava dançava até de manhã?
Mamãe, coitada, ficava quase esperando, né? Ela ficava sentadinha esperando. E
E e que tipo de música tocava nesses carnavais?
Ah, agora isso que eu não lembro.
Era Sambinha, aquelas marchinhas, não era? Era
marchinha. Daquela época. Eram bonitas, viu? E
E tinha carnaval de rua também ou eram só desfiles... Tinha carnaval de rua, tinha.
Tinha os os os carros alegóricos, né? Das sociedades. Tipo, era Finianos o e outro Pé Finianos. Tinha o o Argonautas. e faziam os carros, né?
Muito bonitos, viu? E todos os anos saíam esses carros?
Saíam. Eh eh Eram carros alegóricos, muito lindos. E o
que que a senhora mais gostava no Carnaval? Eu gostava dos bailes. <laughs> E a senhora ia desde de mocinha, então, para esses bailes
ia. Mamãe ia com a gente, né? Tinha uma sobrinha que é falecida, a gente ia, né?
Na época que a senhora era jovem e ia para o para esses bailes, ah eh já era a época de do do do lança-perfume? Dessa Ah, tinha. Tinha isso já
Nossa! Tinha demais. Agora não tem como. Tinha. Tinha muita lança-perfume. Confeti, serpentina. E
E tinha muitas fantasias?
Tinha fantasias. As pessoas iam fantasiadas? Homem se vestia de mulher. Ah

Era infalível.
E a senhora ia fantasiada ou ia com roupa normal?
Ia fantasiada. De camponesa, de cigana.
Que legal. E e que e Aí indo um pouquinho mais para frente. Ãh A senhora se lembra do do do quarto centenário da cidade de São Paulo, em
e quatro Eh esse não lembro muito, viu? Esse eu não estou lembrando, não. Me lembro do...
O que que a senhora lembra de São Paulo? Conta um pouquinho para a gente. São Paulo
da revolução que teve de vinte quatro né hum Foi uma revolução que durou vinte e nove dias. E e e
E como que era o meio? O A senhora já falou que tinha bonde em São Paulo. Era só bonde que tinha então na época? Tinha bonde. E a senhora costumava usar os bondes para ir para a cidade?
Tomar bonde? Eu morava perto da Santa Efigênia, hum e ia a pé mesmo, né? Era perto e a Santa Efigênia... Eu tomava bonde.
O que que tinha na Santa Efigênia nessa época? Era tinha
Tinha negócio né, a gen a gente comprava tudo lá.
Porque hoje tem um monte de comércio, né? É
Naquela época já tinha? Tinha. Era comércio também. Ah Mas não como agora, né?
E que mais? O O Mercado Municipal. A senhora ia no Mercado Municipal? É
Era no Mercado Municipal. Sabe aquela ladeira que tem da que sai da da cidade ali? Lá no Tesouro ali? Uhum aquela Lá lá no final era o Mercado Velho. Depois é que veio o Mercado Novo, né? Era um mercadinho velho. Ah e
E que mais?
Ela não era muito diferente do Mercado Municipal?

no fim da do Largo mesmo. Era hum um prédio velho, viu? Antigo. Depois logo saiu de lá, Logo saiu Aí o mercado novo. Que é o Mercado Municipal? É É o Mercado Municipal.

Mamãe e eu.

comprava tudo lá, né? E e
E cinemas?
Cinema tinha... Tinha o República, tinha... Um na na Rua Direita. Só que Eu não lembro o nome agora. Tinha o cinema lá também. O República tinha o o Pai Sandu, tinha muito cinema.
Tinha E que tipos de

A senhora gostava de ir assistir

Eu gos <laughs> qualquer um eu gostava de assistir, viu Gostava muito. A senhora lembra do primeiro filme que a senhora assistiu, o que que a senhora sentiu, o que a senhora achou Primeiro filme? É. Eles eram eram mudos, né? Era filme mudo. Depois que que

falado né Melhorou né? Como foi a primeira vez que a senhora foi no cinema? Hum? A senhora lembra como a primeira vez que a senhora foi no cinema? Que eu fui no cinema? Uhum eu ia desde menina no cinema. Mamãe ia, não. Era um cinema que tinha na na no coração de Jesus, pertinho. Tinha um cinema, Coli Coliseu. Chamava Coliseu. A gente ia lá.
Ia a família toda? E a senhora, os seus
E meu pai, minha mãe. Íamos todos.
Ia todo mundo? É É. Ia todo mundo Ia todo mundo. E aí a senhora pegou também o começo de muita coisa, né? A época do começo do rádio. Do rádio. Como que era essa época? quando começo a a A senhora lembra de de quando começou a popularizar o rádio? Quando vocês compraram o seu primeiro rádio? Ah hum
Meu marido começou com Ele comprava logo e gostava, viu? Ele comprou logo o rádio.
E a senhora ouvia muito rádio nessa

Ouvia bastante. E o que que a senhora gostava de ouvir no rádio?
Era sambinha, né? Samba, né? Ah
Ah, samba. E E tinha as novelas de rádio também?

Novela tinha.
O Manoel Durães. Já ouviu falar dele?
Não.
Ele era um hum artista, né? Manuel Durães. Trabalhava muito em novela.
E a senhora acompanhava essas novelas de rádio?

E que mais que a senhora lembra do do da época do rádio? Do rádio? A senhora não foi em algum foi em algum em programa de auditório? Porque podia ir ver né os programas podia do rádio, né? Podia. A senhora chegou a ir em algum?
Cheguei. Na Avenida na avenida São João. Na Avenida São João? É É. Tinha hum não sei Não lembrava do da estação de rádio lá. Tinha uma estação lá.
E que mais? Ãh a Aí teve a época do rádio, do rádio a popularização do rádio. Aí aí começou a televisão, né? Ah, televisão. A senhora também lembra disso? Lembro. Como que foi quando tu começou a televisão?
Meu marido comprou uma pequenina, né? Aí eh ele gostava muito, foi comprando, né? Foi trocando.
Mas antes não passava quase nada na televisão, né? Não
Passava não. Era poucas horas por dia, não era? É hum
E o o seu primeiro filho, a senhora teve com quantos anos?
Com dezenove anos.
Com dezenove? É. Aí depois foi tendo... eh Foi escadinha, foi um perto do outro ou foi espaçado? É é
Foi um atrás do outro. <laughs> Ah, é? né Meu Depois do meu filho... perdi já um filho, né?

Aí, conta um pouquinho então para a gente. a senhora viveu a vida toda com o com o seu esposo ali na região do Belém ou ah vocês se mudaram?
Não, depois nós nós ele comprou uma casinha na rua, na cremação, no Zé Getúlio, e nós passamos para lá, né?
Mudamos para lá. Nessa época a senhora já tinha tido todos os seus filhos?
Já tinha, já.
E como que era a climação?
A climação ela era boa, viu? Sempre foi boa. Muito bom.
Muito diferente de do do que de hoje em dia?
É diferente. Ah ah o

Sim, mudou. O que O que mais mudou?
O São Paulo mudou demais. Eh eh A gente, eu sei, tinha bondes naquele tempo, né? Os carnavais eram muito lindos. Os carnavais eram formidáveis, viu? E e E tinha cursos, carros alegóricos. Ficava até de madrugada na escadaria do Municipal, esperando os carros passarem.
E tinha muita gente ali.
Tinha muita gente. Era Era muito bom, viu? E
E aí, ah ah São Paulo, a senhora falou que tinha era a época do bonde, a senhora pegou a época do bonde.
não cheguei.
né ãh ãh Aí a senhora se lembra do como quando começou a ter muito carro na cidade, quando começou essa coisa dos automóveis eh tomarem conta. É
Aí começou, né? Foi assim? Foi assim. começaram a cada pessoa se comprar a carro, quem tinha dinheiro, né? Já já estava de carro. E a
E aí o seu esposo e a senhora, bom, se mudaram para o para a climação, e aí, como que foi? Conta um vai conta a história da senhora, para a gente. Aí eu
Aí eu fui morar numa casinha na rua São Leopoldo, na na no Berlim, né? Depois mudamos de lá para a rua, para a rua acho que Zé Getúlio. Ficamos lá. Até ele fez um prédio lá. Ele não ele faleceu, né?
O seu marido faleceu quando?
Faleceu... Há quase vinte anos, viu? Há vinte anos
atrás. Ah até então aí Mas durante toda a vida dele, vocês hum continuaram ali na aclimação?
Continuamos. Continuamos. Até hoje a minha casa está lá.
Ah, tem a casa ainda lá? Tem a
é um prédio é um prédinho, é um prédio pequeno. Muito bom muito bem muito bem feito, uns uns portões muito bonitos, viu?
E aí, quando ele faleceu, a senhora se mudou com a sua filha ou a senhora ainda continuou lá morando?
Não, não continuei. Mudei. Ele morreu na rua... Como é que chama aquela rua? Ãh Não lembro o nome dessa rua agora. Perto do Hospital do Câncer, sabe? Hum Que é na rua lá, como é que chama? A Grande Túlio. Morava lá.
Aí a senhora se mudou, quando ele faleceu, se mudou me mudei para a sua filha.
Aí eu mudei. Mudei para perto da minha filha, né? E
E como que é o o dia da ah o cotidiano da senhora hoje?
Está muito bom. Está ótimo. Moro com a minha filha. Me dou muito bem. Isso está muito bom.

Como que é? A senhora acorda, que
Eu levanto de manhã, tomo café, depois tomo banho, me troco, aí fico fazendo tricô, crochê, tricô. Passa o dia, né?
Fazendo crochê e tricô? É E quem foi que ensinou tricô e crochê para a senhora? A senhora
Eu aprendi. Sozinha? Fiz muita colcha de crochê. Fiz muita colcha, muita colcha. Todo mundo tem colcha de crochê.
Colcha de cama?
Grandes? Pequenas
É. Mas dá muito trabalho, não dá?
Não dava para fazer. Eu gostava, né?
Mas é um trabalho demorado? Hum
Não, não era, não. Eu gostava. Passava o tempo, né?
Aí a senhora faz crochê, tricô, mas a senhora é assiste tê vê, a senhora, assisto, ouve rádio. O que mais a senhora faz no dia a dia?
Hoje, assisto o rádio, assisto tê vê, eu gosto muito do jornal.
A senhora assiste porque gosta do jornal?
Gosto. E
E que horas a senhora vai dormir? Ah
Ah, vou dormir vou dormir cedo, nove horas, mais tarde dá.
Aí já começa a dar sono e não consegue.
Vou deitar É, <laughs> vou dormir.
E na casa da da sua filha mo mora a senho mora a

Ah, certo.

E a senhora gosta ali da Vila Mariana?
Gosto. Conhece a Rua José Getúlio?
Não conheço.
Lá Na na aclimação?
Não conheço. E ãh a senhora, olhando, eh eh eh eh quais são as lições né que a senhora tirou da sua trajetória de vida?
Trajetória de vida? A gente vai passando os anos vai tendo conhecimento, né? Perdi meu marido, perdi meus sogros, minha mãe, meu pai, e a vida foi passando.
Mas hoje em dia, A senhora é uma senhora bem feliz, né?
Mora com a sua filha... Moro com ela, ela é uma ótima pessoa, maravilhosa. Me dou muito bem. E
E e como que a senhora se sente ao dar esse depoimento aqui para o Museu da Pessoa, para o Ponto de Cultura?
Eu gostei de dar. Achei muito bom.

De nada.